local de de nascimento?

E o nome dos seus pais?

De Caetés também?
É, tudo de lá.

E como é que é? Eles faziam o quê? Eles nasceram em Caetés e trabalharam com o quê?
O meu pai era da roça, assim, inteiro. Porque o meu pai também era meio aventureiro. Ele gostava de viajar muito eh com caminhão de gato. Porque ele eh lá no Pernambuco tem feiras de gado, né? Então, ele comprava gado dos outros e e e eh eh eh saía em comitiva. Aquele gado para chegar lá na numa certa cidade e vender o gado dele. E quando era para longe, ele ia em caminhão. Então, meu pai era um tipo assim meio... Nós morávamos num sítio, uhum, muito grande. E a gente ia plantava, colhia.
E a sua mãe fazia o quê?
A minha mãe era

na casa. Você tem irmãos? Nós somos uma família de dezessete irmãos. <laughs> Então não precisa ter <laughs> amiguinhos para brincar, né? Então, nós fomos criadas num sítio, né? Eh Depois... Só que no Pernambuco é bom. Nós tinha um sítio muito bom, a gente vivia solto. Eu, pelo menos, eu era a a única diferente da casa, né? Porque eu vivia montando os cavalos, hum era um sítio que nós tínhamos de tudo. A fruta, a comida, tudo a gente Também a gente era tudo A gente plantava, colhia... Fazia farinha. <laughs> Meu pai só tinha dois filhos homens e assim a minha mãe era pequena. E eu era a mais velha mais minha irmã, que são as quatro mais velhas, então nós éramos os homens da casa. Enquanto meu pai viajava, a gente ficava tomando conta da casa. A gente trabalhava na roça, eh plantava, colhia. Ficava a noite toda com a minha mãe fazendo farinha, aham, descascava aquela mandioca. Aham E igual homem mesmo, tinha umas rodas lá, você ficava puxando para descoisar a mandioca e a minha mãe ficava fazendo a farinha. aí que o o o ruim, aí depois começou aquela seca muito grande, né? E a gente eh ia tinha um um a gente fazia uns buracos na terra e saía minando água. E ali a gente pegava aquela água minando enchia um um uns pote que nós era os potes de água e colocava na cabeça para tentar a gente beber água. E quem sofria mais era eu e minha irmã, né? Para sustentar um monte de irmão. E para lavar roupa, a gente também saía cedinho para caçar água, onde que tinha água, para lavar aquela roupa. E tudo pequena, viu? <laughs> Aí minha irmã ia lavar, aí tinha uma bacia que colocava água ali, e a gente tinha que fi e era um um tipo de um deserto, só areia. Então você tinha que cavar aquela areia, você ia cavando e ali ia minando água, só que a água era E eu tinha que encher a vasilha de água para a minha irmã lavar a roupa. Ai, mas eu chorava, <laughs> porque eu não aguentava mais, porque a minha irmã falava, você gasta muita água. Eu falava, como que eu não vou gastar água se eu tenho que lavar essa roupa? Aí nós saía muito cedo, nós duas, né? Aquela trochão de roupa com um monte de gente, procurando água para lavar, né? Aí meu pai chegou, eu lembro até hoje, eu não vou matar meus filhos, isso não é vida para eles. E ele não, aí nós era tudo pequeno, nós mudamos para Garanhuns, foi aonde que eu cresci lá. Mas também lá não tinha muito recurso, porque naquela época, hoje é uma cidade maravilhosa, mas antes... Nós não tinha ah nós não tinha luz, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha fogão, não tinha nada. Ainda era tudo da base do fogão de lenha. E continua carregando água na cabeça. Porque tinha um um um poço bem fundo. Então a gente joga amarrava um um balde na corda, jogava lá dentro e puxava água. E colocava na, enchia a lata d'água, colocava na cabeça. Ainda hoje, eu acho que eu não consigo nem um livro na cabeça. E eu carregava lata, latas e latas d'água na cabeça.

Equilibrando. E era um pote que que tinha. Aí minha mãe falou bem assim, olha, você fica responsável pela água e a minha irmã mais velha pela casa. Foi o que ela quis. Quem se danou fui eu, né? E os irmãos homens? Só temos dois, era pequeno. Minha mãe tinha um filho, um atrás do outro. Aí eu falei, mãe, a gente vai dormir que a senhora ganhou neném e acorda com a senhora já grávida. <laughs> <laughs> E foi assim nossa

E lá em Garanhuns vocês moravam num sítio ou numa cidade?
Na cidade. Mas era uma cidade era e a gente não tinha... Não tinha nada lá. Então continua... E lá os seus pais faziam o que na Meu pai continuava viajando. Aí eu já cresci mais um pouco e comecei a trabalhar. E meu pai não gostava, Porque ele era muito rígido. E a gente não podia sair. O único lugar que a gente saía era para a igreja. Quando terminava a igreja, ele estava lá na porta, parecia um sargento esperando nós. Aí eu comecei a trabalhar, trabalhando e carregando água na na cabeça. Aí o primeiro emprego meu foi numa banca, de roupa, que lá tem eh um monte de banquinha, igual aqui na feira, né? Aham Eu vendendo aquela roupa. Aí depois eu comecei a trabalhar em uma casa de família.
Quantos anos você tinha quando você começou a trabalhar lá?
Ai, acho que eu já nasci trabalhando, <laughs> não lembro muito não.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 Aí eu trabalhei bastante tempo. Depois eu fui trabalhar num hotel. É, que hotel lá é pensão, né? Ãh Que é diferente. Hotel aqui é é chique e tudo, né? Aí na na sexta-feira é os dias dos dos dos boiadeiros, né? Que eles vêm vender de gado, tem feira. Então eles iam para o hotel para... para almoçar. Aham Aí eu tem aí eu servia, aí um tipo de de de, como que chama, eh eh que servia as nas mesas assim, como que o nome é? Garçom Garçonete. Aí eu servia aqueles boiadeiros, aquelas coisas assim. Aí depois falei, aí isso foi

Antes de setenta e três. Antes de setenta e três, então você tinha vinte... Ah, é acho que por aí. vinte e três anos. <laughs> em setenta e três era eh mas sempre que eu trabalhava, o meu sonho era ser cardiologista. Eu falava para minha mãe, mãe, um dia eu vou ser médica e vou operar o coração das pessoas. Aí meu pai, imagina, você é louca? Você é louca para trabalhar?

Eu prefiro matar você do que que você dar esse desgosto para mim. Mas eu falei, mas eh eu amo, eu quero, é isso que eu quero. Aí tinha uma senhorinha de idade que ela estava para morrer. Aí, mas eu queria ficar ali perto dela para eu ver como que uma pessoa morre, né? Aí meu pai foi lá, me deu uma surra, eu mas eu voltei e fiquei lá para ver a a senhora morrer. Aí a senhorinha morreu, ela estava meio grande, eu ajudei a dar banho, aí eu penteei ela, aquela época né, pus no caixão e dei tchau para ela. Mas eu quero trabalhar em hospital, eu vou ser cardiologista. Aí eu tinha um hospital lá, que era da prefeitura, aí eu falei para o prefeito, deixa eu trabalhar no seu hospital? Ele falou, não, vocês não têm nem Eu falei, mas eu aprendo, eu estudo, o meu sonho é trabalhar. Aí ele deixou de trabalhar no hospital. Eu fiquei trabalhando, e realizei um pouco o meu sonho. Só que e meu pai começou a implicar, de que ia matar o médico. Me bateu. Muitas vezes não deixava eu ir trabalhar. Eu saía escondido. Aí eu falei, mas eu eu amo minha profissão. Eu quero trabalhar. Aí até aí eu trabalhei até setenta e Aí em setenta e sete eu não aguentava mais a pressão que meu pai não falava comigo. Aí chegou uma hora que ele pegou uma arma e ia matar o médico.

E ia deformar a família. Aí eu falei, mas então eu vou embora para São Paulo. Eu vou realizar meu sonho. Ele falou, se você sair de casa, você esqueça que você tem família. Eu falei, está bom. Eu vou embora e eu vou esquecer que um dia eu tive pai e mãe.

Falei, mas não é isso que eu quero. Eu quero ir trabalhar no hospital e se eu ficar aqui vai acontecer uma tragédia com meu pai. Aí o prefeito falou, está bom, você vai, mas eu tenho certeza que você vai implorar de joelho para voltar de novo. Eu falei bem assim, olha, eu não sei. Eu vou enfrentar a vida. Aí em setenta e sete, aí eu peguei um uma mochila, coloquei nas costas, dei tchau e fui embora para São Paulo. Fui para a casa de um tio meu. Com a regatinha, quando eu cheguei aqui, <laughs> meu primeiro obstáculo, um frio danado. <laughs> Um frio que eu quase congelei. Aí cheguei na casa da minha tia, A minha tia me deu um banho, me deu umas roupas e uma sopa quente, porque ela estava congelada. né Aí eu falei, meu tio, eu não conheço nada aqui, eu preciso trabalhar. Ele falou, está bom, você quer trabalhar no hospital? Eu quero. É isso que você quer? É. Aí me levou no Sorocabana. Aí eu fiz uma entrevista, passei e fui trabalhar. falei olha Aí o o rapaz da do Sorocabana falou bem assim, eu tenho uma vaga na u tê i. Eu falei, u tê Eu não sabendo o que que era u tê i, né? Porque é o hospital do do norte para aqui. Eu falei, eu aceito. Aí fui trabalhar na u tê i. Quando eu olhei aqueles aparelhos, eu falei, meu Deus, onde que eu estou? Aí meu tio falou bem assim, olha, eu só vou te trazer hoje. A partir da manhã você se vira. Eu falei, nossa, como que eu vou chegar aqui? Aí tudo bem, já que eu estou sozinha na vida, eu tenho que, não posso depender de das pessoas, né? Aí eu peguei, o meu tio me pôs no ponto de ônibus e eu fui trabalhar. Aí eu trabalhei, entrava das sete, não, entrava às onze da noite e saía às sete da manhã. Aí de manhã eu saí e falei, e agora, que ônibus eu pego para voltar para minha casa? Sei lá, sei que eu peguei um ônibus e eu não sei onde que eu fui parar. Aí eu eu dormi, porque eu trabalhava a noite toda, né? Eu dormi. Aí eu abri o olho, então uma terra de de hum... parecia um sítio, aí eu acordei, motorista. Onde que eu estou? Aí eu falei o nome, Morfiglióricos, onde o meu onde meu tio morava Ele falou, ih minha filha, você está tão longe. E eu falei, e agora? O que que eu faço da vida? Eu quase implorei para o motorista me trazer de volta. Ele falou, não posso. Você fica aqui, era mato por um campo de terra, que eu nem sei mais onde que era Você, mais na frente, você volta, tem um posto policial e você pede informação. Ai, mas eu andei tanto com o sapato apertando e comecei... Aí eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei num posto policial, mas eu chorava tanto, tanto, que os pés estavam até sangrando. Aí o o o policial ficou olhando assim para mim, até eu conseguir Foi um policial muito Aí eu falei que eu era nova, tinha chegado de Pernambuco, que eu não conhecia nada, e meu tio só falou para me pegar o ônibus que passava no no no Bom Aí falou, está bom. Aí me pôs numa viatura e quando chegou na entrada do Bom Figlioli, falou bem assim para o motorista, você desce essa menina em tal lugar. Aí ele me colocou e acertei. Aí meu tio falou, pronto, você já acertou, só que agora você vai ter que alugar um quarto para morar. Eu falei, nossa, que coisa né. E nessa época eu era atendente de enfermagem né, só que o Sorocabana ainda falou, você vai ter que fazer auxiliar de enfermagem. Aí meu tio saiu comigo, eh alugou um quarto eh no Jaguaré. Que depois aí é outra história, eu vou contar só essa. <laughs> Aluguei um quarto e fui morar. Eu falei, e agora? O que eu ganho só vai dar para pagar aluguel. E para comer? O que que eu faço? E para estudar? Aí eu pensei, falei, olha, eu vou pagar aluguel e vou estudar. Depois, seja lá o que Deus quiser. Aí eu comecei a ir trabalhando, aí eu fiz um curso de auxiliar de enfermagem. Para comer, eu chegava em casa às sete horas, tomava um copo de água, E dormia, acordava, tomava outro copo de água e ia trabalhar.
Você continuou trabalhando na Sorocabana?
Trabalhando. Aí eu... Quando era tarde, assim, os médicos pediam o lanche. Eu ficava aí, eu ficava ai eu esta ficava doida com os médicos no começo para me comer o a comida do médico, né? Aí eu comia o que o médico deixava, aí eu co aí eu ia comia, né? Aí depois o Sorocabana, acho que descobriram lá e deram o ticket e eu... Comia. Aí lá quando eu fui alugar essa casinha, tinha um rapaz pintando a casa, deixando ela bonitinha. Aí aquele rapaz, eh como eu trabalhava todo dia das onze às sete da manhã, Quando ele queria, ele me levava no ponto de ônibus. Aí, já fomos se conhecendo, se conhecendo. Aí, hoje a gente somos casados. Há trinta... Eu conheço há trinta e quatro anos. Ãh Esse homem foi tudo. Ele foi... meu primeiro beijo, meu primeiro homem, meu primeiro tudo. E Eh... a gente namorava, né? Ele foi me ensinando. Ele é meio paulista, né? Só meio doido, né? <laughs> Como ele ensinou os lados bons, os lados ruim. A gente fomos se conhecendo, né? Aí ele falou, eu não quero casar. Eu falei, eu não estou pedindo você para casar comigo. Eu trabalho pago aluguel. E a gente namorou quatro anos. Aí ele falou bem assim. Ele ah, está bom, eu vou casar com você. <laughs> aí Eu já comprei a aliança. Aí dentro do ônibus, no meio do ônibus, falou, vamos noivar. Aí tirou a aliança do bolso, a gente noivou dentro do <laughs>
<laughs> Todo mundo bateu palma.
Não, não tenho família, né? Depois meus irmãos foi vendo, cada um foi vendo sua vida e a gente ficou sozinha. A gente casou, e mas casacou. Eu tinha dinheiro para comprar um vestido. Eh eu não tinha dinheiro para fazer a festa. Eu não tinha dinheiro para nada, né? Não tinha família que me desse, que meu pai não queria nem saber. Aí a minha sogra eh eh para os convidados, fez um frango lá, a gente convidou, não tinha ninguém, só a família, né? Aí os amigos dele, naquela época era Cuba, um um fez uma Cuba, outro deu uma cerveja, ãh outro deu uma coisa, e hum hum eu tinha uma parente, me prestou um vestido de casamento, aham, depois eu trago a foto para vocês.

É uma bebida, eu não sei mais o que... Ah, Cuba Libre, será? Sei lá, deve ser aquela época lá, eu não lembro mais... Aí a o minha prima me arrumou um vestido de casamento, só com aqueles véus bem grandão. Eu falei, eu não quero essa coisa pendurada, arrastando não, mas também não tinha dinheiro para comprar outra coisa. Aí eu fui numa feirinha lá, comprei um um uns arranjos, coloquei na cabeça, eu falei, mas cadê o dinheiro para comprar um sapato? Que coisa, né? Aí eu vi um tamanquinho baratinho, <laughs> comprei o tamanco e assim casei. Foi bonito. Eu vou trazer o álbum. Onde foi o casamento? é que não deu Foi na igreja Nossa Senhora da Lá. Ah, a igreja foi linda, né? Pelo menos casei num lugar bonito, né? Aí passou uns tempos, eu tive meu filho... Mas fala um pouco mais da festa, como... Não teve, porque cada um levou uma coisa e eh um deu um salgado, outro deu a outra... Aonde foi a festa? Foi na minha casinha mesmo, na sua casa, ãh, um quarto e cozinha, e ali a gente casou. Ele era uma hum... Ele foi uma pessoa assim que já teve outra vida, porque os pais deles tinham loja, uhum, ele trabalhava pertinho de casa,
E Trabalhava com o quê?
Ele trabalhava numa empresa italiana, chamava-se Ivan. Então, ele era um, hum tinha empregada, nunca soube passar necessidade, tudo, né? Aí a gente casamos e começou as dificuldades da vida. Porque hum eh eu tinha que trabalhar, sustentar a casa. E logo eu engravidei. Eu falei, e

E eh ele não queria pedir dinheiro para a mãe dele. Eu falei, já que a gente casou, a gente vamos ter que se se virar com o que a gente tem.
Mas por que precisa ãh precisaria pedir dinheiro para a mãe? Ele não estava trabalhando?
Trabalhava, mas ganhava pouco naquela época.
eu também... Ele trabalhava no quê?
Na Civan. Ele era operador contábil.

E ele ganhava pouco, a gente temos filhos, muitas vezes o dinheiro acabava, né? E perto de receber assim, você sabe, o dinheiro acaba, né? Aí ele vinha comer, eu falei, ai, não tem comida. Falei, olha, tem um caldo de feijão, você come e vai embora. Ou então você vai pedir dinheiro para tua mãe. Aí quando meu filho nasceu, muitas vezes não tinha nem leite para ele tomar. Ele falou, será que ele espera eu receber? Eu falei, o neném não vai esperar você receber. Ai, mas eu tenho que pedir dinheiro para minha mãe? Ai, quem sabe é você. Aí ele ia lá pedir o dinheiro, a mãe já vinha trazer tudo, né? Mas não era isso que a gente queria. A gente ia crescer com os nossos próprios Ah, mas eu não tenho dinheiro para receber, hoje é dia de pagamento. Como que eu vou trabalhar se eu não tenho dinheiro para passagem? Aí eu falava, ai meu Deus. Aí eu chegava no ônibus e falava, ai motorista, eu esqueci a carteira em casa. <laughs> Aí ele falava, ai não sei o que, então desce por trás. Era um estúpido, né? Aí eu descia, mas eu tinha que trabalhar, porque aquele era o dia do pagamento, né?
uhum, ai, E aí você ia trabalhar com quem que ficava o neném?
Eu deixava na escola, hum, na escolinha Ah, tinha uma Tinha, ficava na escolinha. Aí eu trabalhei no Sorocabana cinco anos. Depois do Sorocabana, aí eu falei, ah, eu já trabalhei muito, Sorocabana já enchi agora Eu quero conhecer outras coisa.
Mas você estava estudando também?
Estava.

Ai, eu mas eu nem lembro o nome da escola.

Mas você estava fazendo que curso? Você Auxiliar de Enfermagem. Auxiliar de enfermagem. Aí depois eu me formei, fiquei trabalhando, trabalhei cinco anos no Sorocabana, falei, agora está na hora de eu conhecer outras coisa. estudar para médica, mas já não dá mais. Aí eu fui trabalhar no Matarazzo. Eu trabalhei no Centro Cirúrgico do Matarazzo. Realizei meu sonho, que não realizei o sonho, mas eu vi a o primeiro médico que fui trabalhar, foi num foi numa salinha de circular, os médicos, um cardiologista. Eu via o coração na mão, eu ficava o máximo, né? Ele coloca aqui, quando os pacientes tinha aquelas paradas, colocava o coração na mão, dá massagem. Um dia teve uma briga, o cara deu não sei quantas facadas, aquelas coisa toda, né? E só mexia com o coração. Aquelas cirurgias de coração, ai eu achava lindo. <laughs> Que era o meu sonho, né? Depois eu ele eu saí da sala e fui para a sala de clínica geral cirurgia geral. Aí era tudo, né? Que vinha, aí eu já vi, foi tudo.
Mas o que que além de te encantava assim Por que você queria trabalhar?
Eu amava, sabe aquela eu Eu amo trabalhar em hospital. É coisa sua. Eu achava o máximo um paciente chegar morrendo e você eh dar massagem e você ver que você salvou aquela vida. Entende? É uma coisa minha. Eu eu ficava maravilhosa. eh Aquela pessoa tem aquela parada ali Tinha gente que estava num posto de gasolina e dava uma parada respiratória. E chegava morto ali. E você trabalhava, corria. Daqui a pouco aquela pessoa estava falando.

É uma coisa assim linda. E, de repente, um uma cirurgia enorme. Teve vez que eu fi eu ficava o plantão todinho ali, vendo, olhando. Pegava, remexia tudo da da pessoa, as tripas, e ficava coisando tudo assim, sabe? Remedando, costurando. Aqui, para mim, eu me realizava meu sonho ver aquilo. Coisa minha, sabe? Aí só que teve uma época que o Sorocabana, ou Matarazzo, entrou em crise. Que fechou, né? Aí eu falei, ai que pena. Eu gostava de trabalhar ali, né? Aí eu fiquei acampada no pátio. Foi uma vivência, né? Aquelas barracas, aprendi a fazer crochê. aí meu chefe E para que que era Por que que você ficou acampada? Porque eu a gente tava lutando pelo Matarazzo abrir, né? Uhum sei que passou no jornal, tudo. Não sei se você lembra, né? ai eu falei Aí o meu chefe falou bem assim, olha, se eu pudesse, eu ficava com vocês. Mas eu não posso. Porque vocês sabem que eu estou no mesmo barco que vocês. Se vocês quiserem procurar outro emprego, a opção é de vocês. Eu falei, ai mas eu gosto tanto de trabalhar no centro Cirúrgico, eu vou ter que sair. Aí eu fui procurar na promatre Promatre. Aham Aí trabalhei no centro cirúrgico de lá, com com maternidade, na Promatre. Ah, mas eu enjoei, só via neném nascendo e eu gosto de coisas assim mais diferentes. aí tin <laughs> Aí eu já enjoei, já vi tanto neném nascendo na minha vida. <laughs> Não era uma cesárea, uma atrás da outra, né? Aí ah virou uma rotina, só via neném nascer. Aí eu aí eu fui passar para outra sala. Era um dos melhores cirurgião plástico aqui de São Paulo. E veio uma mulher de Miami fazer plástica. Aí melhorou um pouco na. É tinha Tem cirurgia plástica lá. Não sei se ainda tem, mas na época tinha. Nossa, a mulher chegava toda danada, saía perfeita, sabe? <laughs> Eles desenhava, coisa assim. nisso E eu ficava mais encantada ainda de ver como é linda. a a a área da de hum de enfermagem, de médico. Porque a mulher vinha com o barrigão, com os culotes, com seio assim caído. Os médicos falavam, ai, que peso, vai doer. Aí tirava, né? <laughs> Ela estava anestesiada, né? Quando passa tudo isso, a pessoa ficou maravilhosa, linda. E eh hum eu ficava, ei nossa, que coisa linda. Colocava silicone, deixava as mulheradas feias.

E fora as atriz que iam lá, né, como a Bruna, ãh um monte de atriz que eu já nem lembro mais como. Aí eu falei, ai, eu quero conhecer outro lugar. <laughs> <laughs> Sabe quando você não quer parar? Aham Aí eu vou para aí eu falei, não, agora eu vou trabalhar Na Procortes.

Procortes. É uma clínica de cardiologia. Só cardiologia. Mas era u tê i. Ai, mas eu amava. Eu era apaixonada por aquela Era uma clínica super chique, sabe? Uma escada de mármore. Só ia quem era não rico. É milionário. Porque se você for rico, você saía pobre de lá.

Porque é gasto é muito caro lá. E só ia quem?

A mulher do Roberto Carlos, uhum, a a esposa dele. Mas era um hospital? Uma clínica. era super chique na Paulista. E fazia o que? Cardiologista, só problemas de coração. E eu eu tomei conta da da da mãe, da esposa do Roberto Carlos, só só pessoas assim muito... Eu achava a coisa mais linda lá. E era chique, colocava os tetos, descia aquelas A emergência era tudo lá para baixo. <laughs> Nossa, foi Mas só que eu tinha uma filha. E minha filha, aí só tinha meu filho, né? Eu estava com meu filho já grandinho.
Com quantos anos ele já tinha? <coughs> Quando você teve a segunda filha?
Quantos anos ele tinha? Seis anos, ele tem vinte e oito. Ela tem vinte e um, seis anos.
Sete anos. E
E minha filha veio com um tumor olho no olho. Eu tinha que lutar por ela.

E eu sei que você gosta muito daqui, e eu eu sou apaixonada por lá. Mas você vai ter que escolher, ou sua filha ou o trabalho. Aquilo me doeu. Me deu uma crise de choro, porque eu adorava trabalhar ali. Mas eu amava minha filha também, né? Eu tinha que lutar por ela. Aí eu aí ele me deu a conta. Acho que foi a maior tristeza da minha vida por ter saído de lá. Aí ele me deu a conta e eu fui lutar pela minha filha. começou meus drama. Que Eu eu an eu fizeram uma junta médica de deixe eu ver, Santo Amaro, Ninguém descobriu o que que a minha filha tinha. E cada vez mais o tumor ia crescendo no olho dela. E eu sou uma pessoa que não gosto de drama. Por mais momento difícil que eu estou na minha vida, uhum, eu acho ridículo alguém olhar para você com cara de piedade. Você não tem que ter... Ai, coitadinha. Aí eu ia no ônibus, <coughs> só saía às cinco horas da manhã e não tinha hora para voltar. Aí bagunçou toda a minha vida. E as mulheres falaram, nossa, o que é isso? Falei, que ódio, ainda tem que estar explicando o que minha filha tem. Outra falava, nossa, foi um jaca caiu na cabeça dela. Falei, ai que Aí eu no hospital das clínicas, aham, e era quase duas horas da tarde, eu não tinha comido nada. Aí um dia, eu lembro até hoje, eu comi um eu pedi um lanche. Todo mundo queria saber o que que a minha filha tinha. Aí eu falei, eu não vou falar. Também não vou comer mais. Larguei o lanche para lá e fui embora. hum, Estou nervosa. aí o mé Aí eu passei para o especialista em Osasco. Aí o médico pegou e falou bem assim, você tem que procurar o médico de tumor, porque a sua filha está com câncer. Eu falei, como você fala que a minha filha está com câncer? Você tem um exame? Você fez um

E como você sabe? Você garante que a minha filha está com câncer? Você não pode falar assim. Aí quebrei o pau com a médica. Aí eu fui em outro médico. Aí o médico falou, olha, mãe, você quer que eu seja sincera com você? Eu falei, a única coisa que eu quero é que você seja sincera. Porque até agora ninguém me falou a verdade. Eu sou um <coughs> um médico muito bom. Eu fui, estudei no Japão, mas eu não sei o que que a sua filha tem. Falei, acabou, danou-se. E Você vai hum E o único lugar que você pode ir, que eles vão fazer um estudo na sua filha, é no na Santa Casa. Eu falei, além de tudo, minha filha vai ser cobaia? Porque vocês não sabem o que que ela tem? Aí eu peguei minha filha e fui.

Aí cheguei na Santa Casa, aquele monte de casa, eu falei, meu Deus, olha aqui. Você me deu essa criança para mim. Eu já fui em todos os médico. Eu já fui em todas as religiões. Eu já fui de Benzedeira a Allan Kardec. Nem os espiritual sabe o que que a minha filha tem. Só você, meu pai. Eu não posso deixar minha filha ficar nesse estado. Aí eu fechei o olho... Respirei fundo. Quando abri o olho, tinha um médico do meu lado. Eh aí ele Aí eu falei, oh doutor, onde que fica a a pediatria? Ele falou bem assim, eh eu queri ãh ele falou, olha mãe, o que a sua filha tem não é grave. Ele era chefe da pediatria. Eu não vou deixar nenhum médico examinar sua filha. Eu já vou fazer um encaminhamento e já vou mandar você passar com um especialista no prédio da Candelária, aqui na Santa Casa. Que ele é um médico que vai saber o que que a sua filha tem. Mas por que vo deixa por que deixaram chegar nesse estado a sua filha? Eu falei, é os burro dos médico. Eu não tenho culpa. Eu já era assim, sabe? Eu já estava no estado de nervo, que alguém falava, eu respondia. está bom, aí eu fui na no prédio da Candelária.

Ele falou, ele é ele é ele é professor, e ele é chefe lá da Candelária.

Ele é desse jeito. A sua filha, ela tem o hemangioma, não é maligno. Eu vou curar a sua filha. Vamos lá comigo, que eu vou levar ela no médico Ele sabe mais do que eu. Aí eu subi uns quatro andar de escada. Eu já cheguei lá em cima e não aguentava mais com a minha filha no braço. Aí foi um médico que não falava nem brasileiro, estrangeiro. A única coisa que eh eu entendi é que ele falou, a sua filha é uma gracinha. Eu falei, eu não quero nem saber se ele é uma graça, eu quero saber o que que a minha filha tem, né? Aí ele passou corticóide. Em uns dez dias já tinha abaixado completamente o tumor da minha filha. Daí vinte dia. Aí ele começou a fazer sessão de foto, começou a fazer cirurgia e está com ela até hoje. Ela perdeu a visão, porque o tumor era muito grande, saiu para fora e rompeu os nervos ópticos dos olhos dela. E com isso ela perdeu a visão. De um só. Aí com... E eu, com essa correria toda, acabei esquecendo do meu filho. Aí no ônibus eu falei, meu Deus, eu tenho outro filho. Isso, eu não sei o quanto eu eh prejudiquei meu filho. Porque eu esqueci dele, esqueci mesmo. Aí eu cheguei em casa abracei
ele. Quanto tempo ficou essa a descoberta do...
Ela ela tinha vinte dias de nascida, quando começou.

Quer dizer, ficou três meses para poder, essa correria, os médicos descobrirem o que que a minha filha tem. Aí começou estudo, cirurgia, tomografia e a a infância dela foi completamente no hospital. Depois disso, começou outros problemas, que ela começou a ficar com o nariz entupido, e eu levando o médico pensando que era rinite, tinha outro tumor no seio da face dela. E eu E eu falei, e agora? O que que eu faço? Já não chega do olho? Agora no seio da face dela, né?

Ele operou ela e ele falou bem assim para para mim, ó mãe, eu não sou Deus, mas ela tem uma uma chance de um por cento para esse tumor voltar. Então quer dizer, ela não vai voltar mais. Eu falei, tudo bem, né? Aí passou um tempo, aí eu fiquei mais sossegada, comecei ela sempre acompanhando com o médico, eu comecei a acompanhar meu filho. Só que meu filho, e eu eu fui uma mãe assim, sempre presente. Eu sempre criei o meu filho eh falando a verdade. Muitas vezes no hospital, no guarda-roupa dele, eu trazia folhetos, escrevia a mão, digitava as reações das droga, as reações das doença, as prevenção, que se ele tivesse relação, usar camisinha. Eu não escondia nada dos meus filho, nada. Aí um dia meu filho, ele tinha catorze, quinze anos, ele pediu para mim, mãe, deixa eu ir para a praia?

Não mãe, eu vou com a mãe dos filhos, sei lá. Aí eu liguei para mulher, ela falou, tudo bem. Aí ele foi, né? Isso ele estava gostando de uma menina já? Aí quando ele voltou, Eu sempre, eu sentei com ele, conversei muito, muito, muito. Eu falava, filho, olha, numa vida da gente, só tem dois caminhos. O lado bom e o lado ruim. Se você for para o lado bom, você tem o mundo inteiro a teus pés para você conquistar e ser um grande homem. Se você for para o lado errado, você não tem nada. Só tem um poço escuro E você não não tem nada na sua vida. Sempre conversei com eles, né? Porque eu sempre fui sozinha, só tive eles. Ele viajou. Quando eu cheguei, eu sempre gostei também de de... Até hoje, tenho essa mania de ver a bolsa dele, de de olhar os sapatos, se não esconde alguma coisa. Aí ele chegou, foi dormir, jogou as bolsa para lá, foi dormir. Aí eu comecei a olhar, eh de tanto fuçar acho que quem procura acha, né? Aí eu fucei, joguei as coisas, aí fui ver, encontrei quatro pedaços de cigarro de maconha. Aí o mundo desabou. Falei, meu Deus, eh o que eu faço? Minha filha já tem esse problema né que eu tenho que lutar por ela. E agora meu filho? Eu não tenho ninguém para poder me ajudar. Eu vou ter que enfrentar a vida, né?

Ah, mãe, não é meu.

Não foi isso que eu falei para você? Nós temos um pacto, nem eu mentir para você e nem você mentir para mim, porque você sabe que eu vou descobrir. Então é melhor a gente jogar limpo agora. Ele falou, está bom, mãe, eu eu fumei maconha. Daí em diante, a casa caiu. Porque aí ele começou a se afundar, começou a usar todo tipo de droga. E muitas vezes meu filho sumia. E eu entrava dentro da favela, encarava os os cara, e eu falava, eu não sei como eu não morria, eu falava bem assim para ele, ou te dou... Pronto? Aí ele começou a se envol entrar na favela ali do Rio Pequeno, aí eu entrava no barraco contando. Eu falava para os cara, eu te dou meia hora para você falar onde está meu filho.

Calma, tia, calma, calma, tia, coisa nenhuma, não sou tua tia, não te conheço, eu quero meu filho. Você não pode entrar aqui eh procurando teu filho. Eu não sei onde ele está. Eu falei, você sabe Você é nó cego igual a ele. Nó cego com nó cego, sabe onde é que está. E eu quero... eu Se você não não... falar onde está meu filho Eu vou encher isso aqui de polícia. Aí ele falou, aí ele dava um telefonema, está aqui, meu filho estava na favela do do Morumbi. Eu ligava para ele, eu te dou meia hora para você estar aqui, senão eu vou com tudo aí com a polícia, e vou arrebentar com você. Aí xingava para ir trazer ele. Aí isso foi se afundando, se afundando, se afundando. Aí eu falava bem assim, meu Deus, eu alguma coisa nele para puxar, para resgatar ele, porque eu só estava vendo ele ir. Eu falei, mas eu não aceito perder meu filho para a droga. Eu falei, não foi isso. Meu pai teve dezessete, todos pessoas de bem. Porque eu fui a mais errada de casa, porque dei desgosto para o meu pai. que aprontei porque para ir trabalhar no hospital, foi a a a vergonha da família. E eu fui única neto que está entrou agora no no mundo da droga. Aí eu falei, ah, não quero nem saber Aí eu falava, Deus, eu não posso ter vergonha.

Eu não sou culpada. Eu olhava no espelho e falava, Deus, o que que eu fiz? Onde que eu errei? Mas eu não tenho o direito de ficar me culpando, tendo vergonha. Eu tenho que salvar meu filho. E muitas vezes eu deitava com ele na cama, ele só o couro e o osso. Eu falei, filho, vamos se internar? A mãe interna você. Aí eu deitava com ele, aquele humano, meus braços. E era como se eu tivesse um bebê. Aí um dia eu fui trabalhar. Nessas alturas eu já estava trabalhando, que é outra história, já pulei para outra história. E nessa altura eu já estava trabalhando em Soroca na na na creche, já pulei os outros hospitais.
Depois a gente volta.
Depois a gente volta, né? Aí eu recebi um telefonema, era onze horas.

Aí eu falei, o quê?

Aí ele falou para o pai, pai, eu não quero mais viver. Ele já estava, é e além de tudo, eu descobri que ele era um suicida. Aí ele eu o meu marido tinha um um um um cofre de ferro e tinha um revólver lá dentro. Ele pegou uma chave de fenda, não sei como ele conseguiu, e abriu e sentou na minha cama e deu três tiro. Só um pipocou. Que foi e E, além de tudo, foi no lado direito. que queimou o mamilo dele e saiu nas costas, a bala. Aí ele falou, pai, vem, que eu estou morrendo. Aí o pai como morava pertinho de casa, a vila do do meu esposo era do lado, minha casa era atrás da vila. Ele veio e pegou ele para Quando chegou na USP, os policial prenderam ele, meu esposo, porque eh mas foi aquela confusão, quer dizer, os pais vão pagar pelo erro do filho, né? Aí eu eu saí do serviço, fui para a USP, cheguei lá, a USP transferiram ele para o Hospital Heliópolis. Só que no intervalo do hospital da USP ao Heliópolis, um trânsito infeliz que a ambulância não an andava. Ele teve duas parada, porque ele estava com hemorragia muito grande. A médica só faltou subir na ambulância Para ver se dá caminho. E o hospital, ele ó, o o centro cirúrgico ligando direto para o médico. está pronto, está pronto. O o garoto está com hemorragia muito grande. Já teve duas parada, ela estava ficando louca. Eu segurava na mão do meu filho. Ah, eu nem sei. Eu só pedia para Deus para não tirar ele. Dar mais uma uma chance de vida para o meu filho, né? Aí, eh fez a cirurgia, passou tempo. Melhorou da cirurgia, mas começou a usar as drogas de novo.

E eu sempre ali do lado dele, e ele não queria ser internado. A agressão dele já começou a se virar contra a gente, falava que ia matar eu. Que ia matar o pai. Aí ele ele foi para e sumia. Ele tinha uma uma barraca, colocava nas costas e sumia. Eu falei, onde que esse garoto está? Aí daqui a pouco ele voltava. Aí ele foi para Santos, conheceu outra menina lá. Aí se man se pegou em casa, arrumou a roupa e se mandou para, como que é o nome do lugar, meu Deus, é Pitinga, um lugar assim pequenininho aqui do de São Paulo. Quando chegou lá, a moça descobriu que ele estava usando droga demais e ela não queria mais Aí ele pegou, aprontou demais, sabe, com ela.

Que ele nem a conheceu e se mandou. Só que ele começou, ele tava num estado assim, deplorável, lá num coisa. Ela não quis, ele pegou, cortou os pulsos. Sozinho. E ficou a noite eh só sangrando ali. Aí ele percebeu que ele ia morrer sozinho. Aí foi para a rua. Chegou na rua, ele caiu, já em choque. Aí chegou Aí chamaram a ambulância, não sei, levaram ele para o hospital. Como viram que ele não estava bem, que estava completamente desequilibrado, internaram ele no hospital psiquiatra. Hum E chegou lá, começou a dar remédio para louco para ele. E o remédio foi atrofiando ele todinho. Ele já não falava direito, a língua dele já enrolava, ele já estava completamente torto, ele estava completamente deformado. Aí ele pegou, fugiu e entrou num trem. E lá ele pediu para o moço de trem ligar para o pai dele. Aí o pai foi buscar ele. Quando o meu esposo entrou no trem, que viu ele não reconheceu ele. Ele estava completamente estava assim torto, pescoço, corpo, todinho deformado. Aí eu peguei ele, levei ele para a USP. Aí a médica ligou para essa clínica para ver que tipo de remédio estava dando. A médica falou que se ele tivesse ficado mais um pouco, ele já não tinha mais conserto. Aí ela eu fiquei com ele a noite toda na USP né, fiz lavagem estomacal, tomando remédio. Quando ele acordou, ele estava melhor. Aí eu levei para casa, ele melhorou.

Não quero. Não posso. né Aí passou. Como Aí, eh nesse nesse intervalo, a minha filha começou a piorar. piorando o olho, piorando, piorando. Aí eu levei no médico. O médico descobriu que ela estava com um tumor enorme no seio da face. Já estava enraizando para o pescoço e já estava passando por outro lado, do lado eleito da face. Eu falei, não precisa mais nada, né? A minha filha com problema, o meu filho também. E nesse intervalo todo, eh a firma do meu esposo faliu. Meu marido ficou desempregado. Aí meu marido precisou operar do joelho, por meio de cirurgia. E na mesa de cirurgia deu um infarto nele. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei se eu fico com meu filho que é drogado. Não sei se eu fico com a minha filha, que está com um tumor no seio da face, ou se fico com o meu marido, que está com... É. E nesse intervalo todo deu uma dor de dente tão grande, que eu falei para a dentista, mas sempre levei assim na boca. Ai, doutora... Eu estou com uma dor de dente danada, meu marido está morrendo para lá e meu dente está doendo. Ela deu risada, sabe? Aí, eu sei que ele ficou quinze dias internado e eu correndo atrás com a minha filha. E nem o médico queria assumir, porque o tumor estava muito grande. Aí o médico do Hospital do Câncer né assumiu o caso. Fez uma cirurgia muito de muito delicada nela. Porque ele falou que já estava tomando toda a garganta dela e já estava passando para cá. Aí o meu bendito filho, em vez de me ajudar, se afundou cada vez mais. Eu falei, não acredito. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Deixa eu sair um pouco dessa confusão e eu vou cuidar um pouco de mim. Aí eu fui fazer o técnico de enfermagem. Ah Você viu? <laughs> <laughs> Eu falei, eu não aguento mais, eu não nasci para isso. Meu Deus, o que está Então, aquela vontade de eu gritar, sabe? Aí eu comecei a fazer o técnico de enfermagem e e eu saía, Para Eu falei, eu não vou morrer. Por causa do do... Eu tenho que ter uma alguma coisa, senão eu vou morrer e eu não vou poder poder cuidar dos meus filhos. Eu só tenho eu, meu marido doente, desempregado, meu filho deslocado, minha filha com tumor na na no seio da face. E eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Aí, sabe o que eu fazia para não morrer? Eu trabalhava o dia todo, à noite estudava para fazer o técnico de enfermagem. Aí, o meu filho falou bem assim um dia. Ele saiu. Quando ele saiu, eu não não sabia que hora. Eu falei também, eu não vou morrer. Eu preciso dormir, né? Porque eu tenho tenho que cuidar. Aí eu deitava e dormia. Um dia ele levantou três horas da manhã e chegou com o maior choro.

Eu levantei com o pai, sentei perto dele. Mãe, eu não quero mais viver. Ele tomou uma caixa do remédio psiquiátrico, passou para ele, todinho. Aí eu falei, e agora? Olhei para ele, falei, pronto, agora ele vai morrer Aí eu olhei assim para ele, meu marido ficou assim, sem ação nenhuma. O que que a gente podia fazer? Ele entrou em choque, apagou. Você mexia para ele para lá e para cá, o moleque nem se mexia. Aí eu internei ele numa ala psiquiatra. Mas eh ele não queria ficar. Para poder ele ficar lá, eu tive que deitar na cama com ele, abraçar como um bebê, me abracei com ele, deitei na cama com ele, comecei a passar a mão na cabeça dele, massageei a cabeça dele, massageei o corpo dele. Quando ele ficou bem relaxado, aí eu fugi. Você imagina como que eu estava, né? Eu falei, meu Deus, não é possível. Enquanto ele estava na psiquiatria, eu estava no hospital com a minha filha. Eu pedia para o meu marido ficar aí aqui com a psiquiatria, com ele né. Uhum. Aí ele Hoje ele está com vinte e oito ano. Ele não está usando.

Eu pergunto para ele, ele fala que não. Que é um homem muito bonito. E tem dois filhos. Vou trazer a foto dele. A coisa mais linda. Mas também não tem contato com os netos. Ãh. Porque foi mulher errada. Ele namorou com uma menina. Engravidou essa menina. Ela era de menor. E a menina chegou em casa completamente drogada. À noite eles tinham usado co eh cocaína a noite toda. E ele não podia levar essa menina para casa, porque senão os pais iam brigar. Aí internou a menina no hospital e de lá veio para casa. Eu falei, meu Deus, além de ter um filho drogado, ainda tem essa menina? Mas é problema da mãe dela, Eu não vou morrer pelos filhos dos outros, só chego no meu. Aí eu eu sei que hoje essa menina nasceu, ela também nunca vai na minha casa. É menino ou menina? Menina

Eu vou te mos trazer as fotos dele.

E lá transaram e a mulher engravidou. Eu sou apaixonada pelo menino.

Mas também não vejo eles. Porque as mulheradas não quer. Eu também não vou brigar. Eu não vou atrás.

Mas o pai é você. Se você gosta desse menino, ele não consegue gostar do menino. Você vai ter que lutar por esse teu filho. O teu filho não tem culpa do erro teu. Aí ele procura o menino. ele está com seis anos. Depois some. A mulher não quer que ele veja ele. Também eu não vejo esse, não tenho contato com esse menino. Ah, eu sou apaixonada por ele, mas não tenho contato. Ah Aí, eh hoje ele está um rapaz muito lindo. Hoje ele é promotor de vendas. está um homem. Virou um homem, de

Ele conseguiu

E ele saiu das drogas. Aí, Eu estava em uma entrevista com uma psicóloga chorando. Quando ela passa na...Hum, você viu essa entrevista, né?

Ele falou, não. Você sente vontade de usar? Ele falou, não, mãe. Hoje ele é evangélico. hum, Sei que ele está bem. Cuidando da vida dele, trabalhando em dois empregos. A minha filha... a operou né no Hospital do Câncer, ela estava sentindo muitas dores, a pessoa estava correndo com ela, que não vinha. Eu fiz uma tomografia nela essa semana, fui levar ela no médico, o médico falou que está ótimo, a cirurgia que o médico fez, que foi perfeita. Ela está com, por causa das medicação, ela tá com a inflamação no esôfago e está com a gastrite muito feia. está todinha, mas isso é de menos, né? Agora eu vou marcar a consulta com o neuro, porque ela está tendo muita dor de cabeça e... Para ver o que que é. Hum. Porque ela ainda tem um tumor, né? Que o médico falou que não ia operar porque estava muito profundo. E para poder ele retirar todo o tumor, ele ia ter que entrar com a equipe de neuro. E ele pediu para ninguém mexer, porque isso é uma bomba relógio. Eu trouxe a foto dela aqui. É uma bomba relógio que não pode mexer. Então, eu vou ver se eh pedir para marcar consulta com neuro essa semana para me passar para ver de onde que vem essas dores terríveis que ela tem na cabeça. Pode ser enxaqueca ou pode ser... Eu não quero pensar o pior, né? Hum. Vamos supor que seja Aí, nesse intervalo todo, essa minha vida, eu falei, sabe de uma coisa? Eu preciso relaxar. Eu vou fazer natação. <laughs> Aí, eu aquela piscina enorme, eu falei para o professor... Mas se eu entrar aí dentro, eu vou morrer. <laughs> Ele falou, não vai morrer. está bom. Eu bebi quase a água toda da piscina. <laughs> Me dava tanta risada.

Eu não, que eu vou morrer. <laughs> Aí eu comecei a nadar. Falei, ai mas eu não vou Eu vou me afundar. <laughs> Eu falei, então você quer ficar o tempo todo aqui? Você que escolhe a sua vida. Ou você quer aprender a nadar, ou quer ficar só parada. Falei, eu não. E se eu me afundar. <laughs> falou eu te salvo. Aí, nessas com esse monte de luta, luta, aí eu sei que eu terminei o técnico de enfermagem. Enquanto o filho estava morrendo, eu estava estudando. Fiz natação, sim, aprendi a nadar. O meu esposo ainda está na luta. Já fez duas cirurgias. E E continua desempregando. Eu já me aposentei, hum, mas continuo trabalhando. Aí eu trabalho... não é não é Nós estamos voltando... É. Vamos voltar.

Eu tenho a mania de já adiantar as coisa. Atropelar tudo. A minha vida é assim. Aí eu saí da Promadri. Aí eu tive minha filha, aham, cuidei dela, ela operou, cuidei do meu filho. Cuidei não, ainda tava naquele... Uhum. Falei, mas eu preciso trabalhar. Porque eh o meu marido desempregado, como que eu vou sustentar a casa? Eu preciso cuidar do meu filho. Meu filho, é além de ser drogado, é suicida. Porque eu sou muito realista, eu não gosto de... eu não não Não não faz bem esse negócio de dar uma de coitada, né? Acho que eu já nasci assim, né? Eh Aí eu saí para procurar emprego, eu comecei a trabalhar no São Camilo. Aí no São Camilo foi uma coisa muito boa. Porque eu ali, eu trabalhei em tudo que é lugar. Uhum. No pronto-socorro, não, Aí eu fui trabalhar direto na u tê i. Parece que a u tê i me perseguia. <laughs> aí
Ou você perseguia a u tê i?
é, eu não sei, alguma coisa aí Mas no São Camilo eu não tinha um eh eh eu não tinha lugar certo, porque eu fui contratada para a para a maternidade. Hum. Para o centro cirúrgico da maternidade. eu não gostava, eu me enjoei de tanto ver neném nascer né Aí eles me tiraram e colocaram no centro cirúrgico. Aí eu gostava, porque sempre estava havendo cirurgia. Eles me tiravam de lá, me davam para o pronto-socorro Hum, para o pronto-socorro. Até que atendeu a a a esposa do Russomano Você lembra quando ela morreu e tudo? Não. Aquele advogado, que ele fez o maior o barraco, passou na televisão, que que o São Camilo, que a esposa... Então, a mulher dele chegou, fui eu que atendi ela. Aí eu ah passou no médico, o médico mandou fazer o eletrocardiograma, eu fiz o eletrocardiograma e quando foi sete horas da noite já estava na hora de trocar o plantão. Aí eu passei a mulher, oh eu levei ela até na para o para sala, para o quarto, né? Depois fui embora. Aí quando o outro dia aquela confusão danada, que a mulher morreu, não sei o que e tal. Aí eu falei, ai meu Deus, eu estou tão cansada, chega sábado e domingo, e eu só trabalhando, ainda cuidando de filho, eu mereço, né? E marido também, né? É. Porque o marido está todo troncho, né? Eu falei, ainda tenho que cuidar dele. <laughs> Ah, não mereço, né? Ainda tem que tu ter um marido troncho. Aí eh eu falei, mas eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Sábado, domingo. Eu estava num ponto de E tinha uma senhora bonita, alta, forte, conversando comigo. Você vai trabalhar? Falei, vou. onde você trabalha? Eu falei, eu trabalho no no eu trabalho no São Camilo. É, mas já estou cansada, trabalho sábado, domingo. Hoje é domingo, tem sábado, não sei que dia era, estou trabalhando. Ela falou, olha, eu eu trabalho numa creche, sou diretora de creche. E eu estou precisando de uma enfermeira. Se você quiser trabalhar, tem uma vaga.

Então vou pedir a conta. <laughs> <laughs> Eu nunca tive parada assim. Só que a minha visão de creche era diferente. Eu jamais eu tinha coragem de colocar um filho meu numa creche que dava a impressão que eu estava abandonando ele. Uhum, uhum. Antigamente era assim. Era uma sensação, uma visão que eu tinha que era de Que para mim creche não era lugar. Era o que as mães não queriam e doavam os filhos para creche. Era a minha visão de creche. Aí eu olhei e falei, eita meu Deus, oh. Eu fui lá no e pedi a conta.

E eu não queria nem saber. Aí eu comecei a trabalhar. Quando eu cheguei na creche, outro desafio, minha filha, você nem Eu falei, meu Deus, meu sonho era ser cardiologista. Eu vim acabar aqui nessa creche com tanta criança, tudo pobre, barrigudo, umas crianças carentes. Eu falei, mas o que que eu vou fazer aqui? E se uma criança desmaiar? O que que eu vou fazer? e se a E é e é assim, sabe? Você vai ao mundo com... Porque a creche da Madre Camila, quando eu entrei, não é a creche da Madre Camila de hoje. As crianças eram bem carentes. Quando eu entrei na creche Madre Camila, era um prédio velho. Eles estava reformando, não tinha piso, estava trocando piso. Não tinha o quintal, era de de pedra, não tinha nascimento. Era uma casinha velha. É aquele monte de criança bem carente. E eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer aqui?

E como que eu vou fazer essa ficha de saúde, né? Aí eu falei, como na minha vida foi sempre um desafio, nada veio assim prontinho para mim. Aí eu encarei, né? Aí eu fui fazer essa ficha de saúde, fui entrevistar as mães, e comecei a cuidar daquelas crianças tão carentes, tão carentes. Que tinha um cólico lá no Jaguaré, que quando chovia, alagava tudo, carregava tudo, casa, geladeira. E no outro dia, e a roupa para essas crianças? Não tinha. Eu lembro uma coisa que marcou muito. A criança, eh além de ela ser desnutrida, ela estava com tanto frio que você colocava ela aqui e ela ficava. Eu falei, mas o que que eu vou fazer da minha vida? Aí eu peguei um cobertor, enrolei essa criança, liguei o forno, coloquei ela do ladinho e peguei um pouco, falei para para cozinheira, faz um pouco com leite quente. Aí coloquei ela ali e fiquei dando um leitinho quente e agasalhando a menina até que a menina foi esquentando e a menina ficou boa, né? Quer dizer, alguma coisa eu fiz de de legal. Outras crianças que estavam geladas, não tinham roupa, eu colocava ela na janela para o sol aquecer a criança. Era muito carente. Aí eu comecei a me apegar ali aos poucos, fui crescendo, muita dificuldade, muitas mães carentes, né?
E hoje, como é que está a creche?
Linda, maravilhosa. Parece que a minha creche morreu. E eu estou vivendo em uma escola particular. Porque antes, eh as mães carentes, não tinha micro, não tinha nada. Hoje você conta nos dedos, as mães que levam as crianças na creche. Tudo de micro, cada carrão. Eu falei, a minha creche acabou. E depois, já com com as dificuldades, aí... O meu medo maior é que uma criança desmaiasse e eu não sabia o que fazer. Após uma criança chegou, eh começou a pular corda, caiu durinha nos meus pés. Falei, ih mas mas olha, o que que eu vou fazer com essa menina agora, desmaiada aqui, né? Falei, meu Deus. Aí eu peguei a menina, coloquei as pernas para cima, a menina voltou, chamei a mãe e levou no Foi um desafio na minha vida, já enfrentei. Um danado menino foi se atrepar no pé de árvore. Caiu o menino, cortou daqui, de dentro para fora. Os dentes dele arrancou como se fosse o dentista que arrancasse. Eu falei, meu Deus do céu, agora começou a ser a enfermeira de verdade, né? Aí eu corri no hospital, os médico eh costuraram e o menino ficou sem dente. Outro dia tinha uma porta pesada. A porta bateu no dedo da menina, arrancou o pedaço do dedo da menina. Eu falei, meu Deus, e que agora o que eu faço com esse pedaço de dedo? Aí eu coloquei o pedaço de dedo no soro fisiológico e levei para o médico ver, né? Mas jamais eu ia pensar que o médico ia grudar aquele pedacinho de dedo. Aí o médico pegou, grudou, costurou tudo. O dedo da menina ficou preto igual carvão, parecia que ia dar o teto. Mas deu um rolo. E a mãe a mãe queria processar a creche. Nós foi atrás do médico. E o médico não queria mais essa menina. Eu falei, ah, mas você vai. Foi você que fez isso. Eu trouxe um pedaço do dedo do da menina para você ver. E você pegou, eh costurou, agora você vai assumir. Aí ele ele aí ele falou assim, o que que você pensa com quem você está falando? Eu falei, eu estou falando com o médico, eu sou auxiliar de enfermagem da creche, e a filha não é minha, e nem é sua. Agora nós tem que dar conta desse dedo desse menino que você fez. Aí só sei que ele esse homem me pôs numa sala lá e e assumiu ah essa menina. Aí a mãe se invocou, falou bem assim, agora eu não vou no hospital de ônibus, tem que pagar táxi para mim.

Então é cada coisa que acontece. e como é que você acha?
Por que que você acha que mudou? Por que que mudou? Como foi essa passagem?
Essa passagem, por quê? A creche... Era tudo antiga, né? Era tudo aquelas mesa, assim, comprida. Aquele monte de criança, como é que a gente vê na televisão no abrigo, né? Aquelas crianças bem carente, comendo em pratos de plástico, colher. Eu colocava as comidas já no prato da criança. E é Quer dizer, a criança não tinha autonomia. Ele tinha que comer aquilo que eu colocava para ele comer. Ele não tinha, assim, autonomia de falar, de eu vou escolher o que eu quero comer. Não o que que ela quer. Eu achava isso ridículo, né? Porque eu nunca fui muito uma pessoa, assim, eh de exigir aham aquilo. Eu acho que você tem que exigir. O direito é seu de escolher, de escolha, né? Eh

Para isso, eu não sei ser mãe. Eu não sei falar para o meu filho, você senta aqui. Você não vai por aqui. Eu falo, mas se for, estou preparada.

Aí o Avisa lá começou a passar um filme na cabeça da gente. A gente eh sabia tudo, só faltava colocar em prática. Aquele refeitório estava bonito?

Era legal para as crianças?

Então, vamos mutar.

É como aquele professor que dava eh aquela o meu mestre com carinho. Começar do zero. Tudo feio. Eu sabia, mas trabalhava do jeito que hum ou dava o que eu sabia. Minha experiência de hospital é diferente de creche. Eu ali, eu fazia tudo pela aquelas crianças. Eu dava banho neles, eu eu cortava a unha, eu com colocava a comida nos pratos deles. E eu não queria... Eu, para mim, eu estava perfeita, né? Eu estava cuidando do meu jeito. Fazia os curativos dele. Tinha criança que tinha uma sarna danada, que o médico mandava, que ia dar banho nele, o bichinho até chorava de dor, até sangrava. Naquela época. Aí eu com a com luva, tudo, tratava, né?

Vamos mudar. Olha para esse refeitório. Vamos mudar?

Primeiro, trocou todas as mesas. As mesas de quatro, tudo colorida. Pintou a cozin o Eu vou eu vou trazer as fotos de lá vocês vê. Trocou a, pintou ah as mesas, pintou as paredes. Fez umas coisas bonitas, né? Aham. As criança, eh eles vão dar autonomia para as crianças.

Vamos fazer um projeto. Lá todo mundo era gripado. O nariz correndo direto. As crianças sabem limpar seu nariz. Então vamos fazer um projeto. Do meu nariz cuido eu. <laughs> Ai meu Deus. Agora danou-se. <laughs> Mais um desafio. Aí a gente colocou um espelho, aham, né? E fomos ensinar a criança a limpar seu nariz, né? Com as meninas, sabe? <laughs> Aprenderam? Aí depois eh, vamos colocar os prato. Não vamos dar copo prato de plástico. Vamos dar prato de vidro. Falei, eita, agora haja prato para quebrar né Aí compram todos os pratos os os pratos de de vidro e a a a colocar as comidas também, de vidro. E vamos colocar na mesa, no comecinho, ah elas vão pegando e vão pondo no prato. ixi, mas tinham uns que colocavam a comida toda <laughs> até amava. E foi uma loucura, né? Até a a a criança... Eh tudo é novidade, tanto para eles como para a gente, porque a gente não acreditava nas crianças. Que eles podia. E pode, não é? Hoje, as criança se serve sozinha, hum, eles come o que eles gostam, comem de garfo e faca, E coisa maravilhosa, sabe? É uma coisa que você, com o tempo, você vai ver quanto a tua vida vai crescendo, vai mudando, e você vai aprendendo. Porque você... hoje eu ãh Segunda-feira eu vou fazer cinquenta e três anos. E eu estou sempre aprendendo. Quem diria que hoje eu estava aqui?

Então é uma uma coisa legal, você está aprendendo, você está revivendo. E a creche é uma coisa muito bonita. Aquelas mãe carente. E elas gostam muito de mim. tem vez que vem desabafar. Só que eu não sei dar uma cara de coitada. <laughs> Eu acho que não é por aí. Não sei mesmo, porque não é comigo. Eu acho que... Eu acho ridículo. Quer dizer, eu... Uma pessoa vem e chora, ai coitadinha, e chora, você não pode falar isso, não é mesmo? Acho que, eu sei que com esse aprendizado todo, a minha vida, E meus pai, eu casei, meu pai não veio no meu casamento, meus filhos nasceram, meu pai e minha mãe não vieram ver eles. Eu saía da maternidade, já ia direto lavar roupa, fazer comida, cuidar dos meus filhos, sozinha, porque... Ia pedir para quem? Eu nunca tive um resguardo como aquele da minha mãe, que a minha mãe eh criava eh os as galinhas tudo separadinho para não não contaminar. Aí ficava quarenta dias ou é sete dias na cama, não sei, só comendo pirão. Ãh Cheio de... <laughs> é, Eu nunca tive isso. Eu saía do hospital, já ia lavar roupa, já ia limpar a casa e passava o resguardo, já ia trabalhar. A minha filha foi cesárea, porque a minha eh ah o meu filho eu não tinha condições de ter ter normal.

Porque o médico falou que eu não tinha condições de ter normal, porque eu não tinha dilatação. Uhum. E eu estava grávida do meu terceiro filho. E eu falei para o médico, doutor, não tem condições de ter normal. Ah, você tem, não sei o quê. Ele deixou a parteira do meu lado a noite todinha. E eu tomei remédio a noite todinha, aquelas dor toda. E quando foi na hora agá, não tinha dor nenhuma. E o neném estava para nascer e cadê dor. Aí parece que era uma coisa, quanto mais eles colocavam remédio, mais a dor não sentia dor. Aí o médico fez e eles apertaram tanto a minha barriga que eu Quando eu acordei, eu estava na cama e meu filho morto. Porque eh passou ali, eh estava bem na cabeçinha dele, a hora de nascer, quando o médico puxou, já não tinha mais jeito. Aí eu fiquei com uma fratura, eu tive um duas costelas trincada, uma fratura na outra, eu sou branca, fiquei preta. O o médico do Conselho do Sul falou assim para mim, mãe, onde você teve esse filho? Isso foi uma carneceira que fizeram com você. Minha cunhada queria processar o hospital. E o hospital sorocabana, viu? Eu trabalhei lá cinco anos. E eu trabalhava lá ainda. Trabalhava. Eu falei bem assim, mas não vou processar, não. não vai trazer meu filho de volta. E o médico pegou... Ele não podia engessar, uhum, porque eu estava com os peitos cheios de leite. Uhum Eu tinha que fazer infiltração quase todo dia. Fiquei mal. Levantava e caía. E aí, voltei. Aí, os ponto, infeccionou tudo. E eu tinha que fazer infiltração e tinha que cuidar. Fiquei toda danada. Mas hoje eu estou aqui, contando minha história. E eu aprendi uma coisa. O mais di o mais difícil que seja a vida da gente é um aprendizado. Você cresce, sabe? Acho que eu já nas já nasci sofrendo, cresci sofrendo e aprendi muito. Aprendi a ser uma pessoa melhor. e me preparar para o que vier e saber lidar uhum com os problemas. Porque tem duas coisa na vida da gente. Quando está difícil, ou você fica com raiva do mundo e fica com raiva de Deus, com raiva de todo mundo, Ou você abre um sorriso bem grande e tenta ser feliz do jeito que você é. Igualmente sou eu. Eu olho para o céu, obrigada, meu Deus. Por hoje eu estar viva, hoje eu estar com saúde. E está tudo bem. Hoje eu acordei, não tinha nem pão para tomar café. Ai, meu marido foi, meu dinheiro, meu pagamento estava no banco.

Foi, eu fiquei feliz. aí trouxe queijo, pão, tudo. Nós tomamos café. Porque né amanhã eh A semana que vem, a gente vai receber da minha aposentadoria. Se Deus quiser, dia cinco é a perícia dele. Ele tem um bom salário. E vai estar tudo certo. Vai dar tudo E a gente nunca pode deixar a peteca cair né. <laughs> Essa é a minha vi minha história.

Antes do sonho, é uma eu penso em fazer. Eu penso de tentar de tentar fazer uma faculdade de psicologia. Eu estou pensando em ver se eu faço. Mas ãh eu não estou muito velha? Não. Ih

Tem certeza? Eu tenho vontade de fazer psicologia. para... Não sei, eu gosto. de de de ouvir as pessoa, de conversar, de conversar, entende? Ou psicologia ou assistência social, que eu também eu gosto. Meus filhos já estão grandes já têm a vida deles. Agora vem meu sonho. São dois sonhos que eu sempre tive vontade, mas não deu, mas eu vou fazer até o final do ano. É comprar minha casa na praia. É acordar de manhã, ai, mergulhar naquele mar e andar na praia com meu marido. Só nós dois. Quero nem saber de filho mais. Só nós dois viver. Ai, eu ah eu amo água. Amo praia. E se Deus quiser, até o final do ano eu vou comprar minha casinha na praia.
Final deste ano?
Esse ano eu vou realizar. Você vai ver. É a minha meta. Eu vou realizar meu sonho. Porque já pensou você acordar de manhã, você correr, eu quero correr naquela areia, depois deitar naquela água, ser criança como eu era. Ser criança livre, solta, esquecer que um dia eu tive filho, esquecer um dia que eu tive problema e começar do zero. Uhum. Cinquenta e três anos vai ser minha meta. E outro sonho, não é bem sonho, aí você pode fazer. É fazer uma regressão. Por quê? Por que essa família veio para mim?

Não foi por acaso. Por que meu filho veio para eu resgatar ele? Hoje ele está lindo, maravilhoso. Por que minha filha veio também com tantos problemas? Por que o meu marido? Por que o meu marido veio para mim? Porque essas três pessoas vieram para mim. Eu acho que alguma coisa tem ali. Porque hoje eu podia ter sido uma médica, uma ótima cardiologista.

Porque porque eu tive que cuidar do meu marido. Hoje ele ele tem problema de joelho muito sério. Está na caixa há quatro anos. Ele tem um bom, quando a firma faliu, ele o salário dele é é quase dois e ele ganha. Hoje ele está na caixa, deram alta para ele, está tendo recursos, né? Então, hoje é é para nós. está super bem, porque a nossa renda é Nós dois tinha quase quatro Então, a renda é boa, meu filho trabalha, minha filha trabalha. Então, eu eu eu gostaria de de de resga queria Eu eu tenho alguma coisa que eu preciso estudar. Eu ainda não eu não parei a minha vida por aí. Eu quero resgatar. Quero ver o o passado.

Eh eu eu estou muito parada. Eu não gosto disso. Eu quero cutucar ainda para descobrir alguma coisa.

Tem um motivo, né? Por que o esse pessoal tudo troncho veio parar nas minhas mãos? Porque eu não devia ter ter seguido a minha vida. Hoje eu devia ter sido uma médica bem conceituada, eh eu ter crescido na vida, ou ter sido nem sei o que lá. Mas parei porque essas três pessoas vieram do meu Eu larguei pai, larguei mãe, larguei meus irmãos para trás. Enfrentei esse mundo, esse gigante aqui em São Paulo. Mas parei, eu não andei. Você entendeu? Essas três pessoas vieram ao meu encontro e eu parei. Eu fiquei só em volta deles. Era como que eu quisesse ir para frente, mas alguém me puxasse. Você não vai, você vai ficar aqui. Por isso eu quero fazer um dia de regressão, estudar, porque esses pessoal vieram vieram para aqui, para o meu lado, para mim cuidar deles. e É assim, a minha a foto da minha filha é essa aqui. O meu filho é lindo, não é porque é meu filho não, porque se fosse feio eu falava, viu?

Eu falei, mas é mesmo, eu vou falar que o filho é é... Ele tem quase dois metros de altura e é lindo ele. Ele é muito bonito, meu filho. Mas é muito ser vergonha. Mas deixa eu ver onde está a foto dela aqui. eu deixei em casa também. Eu sei que a minha vida não parou ainda não. Muita coisa vai acontecer. hum, Deixa eu ver se está aqui. Ai, aqui. Essa aqui. Essa é minha filha. Olha o tumor que ela tem no olho. Agora, tanta cirurgia. Esse daqui. Aham. Está vendo? E ela aqui. Essa aqui é minha filha. Eu eh vou trazer do meu filho. Ele é lindo. Meus dois filhos são bonitos, né? Ela é linda. E... Você tem razão. Não é? Eu mostrei o neguinho dela. Mas eu gosto muito desse rapaz. E ela é linda. Ela é linda, carinhosa, ela é meiga, ela é O

E ela é super inteligente. aham. Ela Ela fez o pré, fez o primeiro ano, fez o ginásio, fez o colegial, não passou ou não repetiu Ela está ela ia fazer faculdade esse ano, mas não ela não fez porque ela está fazendo um curso do governo já há três anos. De com de negócio de informática, mas abrange tudo. Abrange eh desenho gráfico para a empresa. Tudo o que uma empresa precisa, esse curso abrange. Vai fazer três anos. Ela termina só em março do ano que vem. E para ela parar e fazer a faculdade, não tem como. Então, nesse meio, além dela fazer esse curso, ela fez secretária. Então, o ano que vem, ela vai fazer a faculdade ou de eh ciência da computação ou psicologia. Então, está essas duas coisa que ela quer fazer, psicologia ou ciência da computação. Então, essa é a minha

Foi legal.

Foi um resgate dessa boa vivência passada. Você viu que foi tanta coisa triste que eu passei. E hoje era para ser uma pessoa infeliz, velha. Eu sou velha, né? Era para ser uma pessoa triste, amargurada. Uma coitadinha, que todo mundo tem dó de mim. Não é mesmo?

hum, Não é qualquer coisa que vai me derrubar.

Porque eu não tenho sua coragem. Eu falei, não, você vai ver, você é uma piruona. Semana que vem eu quero cortar meu cabelo, <laughs> eu quero pintar de duas cor. Vejo eu chegar com um vestido indiano, adoro roupa indiana. E eu quero é viver né. Eu acho que foi legal. Eu acho que eu, eu me amo. Eu falo assim para os meus filho, vocês têm que olhar para vocês no espelho. Eu gosto de falar muito de falar com o espelho. Foi o espelho que me salvou. O meu psicólogo foi o meu espelho. Uhum. Você olha para o espelho e fala, eu me amo. Eu me amo, eu me amo, eu me me amo. Se você se ama, você tem condições de amar o Em primeiro lugar, você tem que se respeitar. Você tem que ser honesta consigo mesmo. Porque se eu sou honesta comigo, eu posso ser honesta com você. É a minha meta. E eu sempre eu falei no espelho, a coisa está feia. Está muito feia, mas amanhã vai estar melhor. Eu falo para e eu eu sou uma pessoa Eu sou católica, mas eu não sei se eu sou católica. Deus que sabe. Porque eu eh eu eu confio muito em Deus, mas não sou muito de de de igreja. Eh eu falo para Deus, obrigada. Hoje está tão difícil, meu pai. Porque você me deu essa família, sozinha, eu converso muito com ele. Sabe nas horas de, no momento difícil, eu ia para o trabalho, eu ia a pé. Eu ia conversando, chorava, eu falava, meu Deus, por que essa família veio para mim? Mas eu estou feliz, porque eu amo eles. Eu só quero que o Senhor me dê saúde, paz e uma meta na vida, que é ter uma Sagrada Família. Porque eu fui criada numa grande família, maravilhosa. Que Minha mãe era assim. Meu pai... É uma mesa enorme. Ele deixava todos os filhos sentado. Por último, era ele. A A única que não sentava era eu. <laughs> Porque eu saía cutucando cada um e tirava uma colherada de comida. <laughs> Quando A última era dele. Era uma colherada de comida e um cascudo na cabeça. <laughs> Então, eu fui sempre a a a diferente da casa né. Por mais difícil que está o meu filho, eu amo ele. Eu sempre falei para ele, eu amo você, eu sou capaz de matar por você. E eu toda noite eu agradeço a Deus, obrigada meu Deus, meu filho está dormindo e não está usando droga. Obrigada meu Deus, porque minha filha não tem mais tumor e o que ela tem vai sarar

E o meu marido também. E daqui a pouco eu estou com a minha casa na praia. mas estou sorrindo. E isso é a vida. não é, Porque a vida é difícil. Mas se você souber levar ela, você faz ela mais leve. Porque a coisa é feia. Aqui está eu.

Muito obrigada, hein. De a sua A gente nem precisou fazer pergunta, né? <laughs> foi e falou.

Também é uma coisa assim, muito caminho, ãh porque ãh o meu caminho foi tudo retinho, né? Não teve muito, <laughs> não teve muita escolha, né? E a escolha de vida foi essa. Nos momentos mais difícil, eu comecei a estudar. E no momento mais difícil ainda, eu fui aprender a nadar, para relaxar. <laughs> não é Eu não parei ali. E não paro. Porque eh na nossa confraternização, a gente vai para um sítio maravilhoso, tem aquela piscina. Ai, eu sou a primeira a cair lá dentro, não quero saber de nada. <laughs>
Na creche tem piscina?
Não, é no no sítio da diretora, no final do ano. Então, a piscina é linda, é um lago. Eles são ricos, né? Tem um lago só que eles pescam, cria peixe para eles. Ai, eu caio naquela piscina, eu me acabo. Falei, agora que eu vou e vou relaxar mesmo. <laughs> E assim é a vida. Ainda vou vencer, você vai ver. <laughs> Ainda vou chegar naquilo que eu quero.